E qual o nome completo dos seus pais?

E o que que eles faziam?
Meu pai era comerciante e minha mãe do lar.
E qual que é a origem dessa família?
Bom, meu pai é de origem alemã, ele eh, veio muito pequeno para cá, da Alemanha, e morava em Curitiba. E aí meu pai casou-se lá e tal, tudo, mas acabou se divorciando. Na época humm, era muito complicado isso, e ele mudou para São Paulo. Quando ele mudou para São Paulo, veio constituir os negócios dele, tocar os negócios dele por aqui, ele acabou conhecendo minha mãe. Então foi aí que eh, eu surgi.
E você tem irmãos?
Tenho. Eu tenho, por parte de pai, eu tenho dois irmãos, um que mora nos Estados Unidos e outra que mora em Curitiba. E por parte de pai e mãe, mais uma irmã que mora em São Paulo também.
E qual que é a ordem, assim, desses nascimentos?

Então você é o não, antes do Caçula.
Exatame. Eu sou o mais velho do segundo casamento. E o que que você
Como você descreveria assim a sua mãe e o seu pai?
formidáveis, né? Era uma família, assim, muito unida. Então, meu pai era muito presente, muito família, muito... cuidava muito. Para você ter uma ideia, eles com vinte e, quase cinco anos de casamento, eles saíam para dar volta no quarteirão de mãos dadas. Então, ele fazia questão de pegá-la e dar a voltinha e tal, tudo mais. Ele era muito presente, muito amigo, muito parceiro. Ele, ao mesmo tempo que ensinava A liberdade, ele dava as responsabilidades dessa liberdade e estava sempre dando o suporte para a correção, para o caminho correto. E minha mãe era, era muito mãezona, cuidava bastante, fazia os mimos da mãe, aquele negócio todo.
E como que era essa casa? A, a sua primeira casa que você tem lembrança de infância?

Era uma casa pequenininha, modesta, típica da época. Na verdade, eu fui ter lembrança dessa casa porque nós retornamos para, para o mesmo bairro depois de alguns anos. Mas eu nasci ali. Com um ano, meu pais que, meu pai quis mudar-se dali porque eu estava começando a andar e ele queria uma casa com um quintal grande. Então, nós fomos morar em Santana. Ficamos morando lá até os meus três anos de idade, mais ou menos. E depois retornamos para o mesmo bairro, só que numa outra ca, numa outra vila era. O conjunto eram de vilas. Tinha umas quatro o, não, mais, um pouquinho mais, umas seis ou oito vilinhas. Eu tinha nascido nessa na Gabriela, e aí eu fui para a, para a Benedito.
Para a Benedita. Então, eh, eh, aí você tinha o quê? Você era pequeno ainda. Eu tinha três anos de idade. Três anos.
Eu me lembro muito bem disso porque é nessa época que eu tive uma apendicite aguda. Então, eu me lembro muito bem porque foi uma época que eu sentia muitas dores. Depois fui parar no hospital, eu fui submetido a uma cirurgia de apendicite. Ela foi muito grave, acabou suporando na hora da abertura. Então, isso tudo foi muito traumático e me fez lembrar. Então, por isso que eu lembro dessa ida e vinda, da, quer dizer, da ida nem tanto, mas a, o retorno de Santana para o bairro, eh, foi muito marcante em função disso.
E como que era esse bairro assim para as crianças? Ah
Era mui. Que que se brincava? Tinha brincava de pega-pega, esconde-esconde, era brincadeira de, de pião. O o que eu mais me lembro era o pega-pega, esconde-esconde que no final da tarde, porque juntavam mais ou menos uns vinte ou trinta garotos de sete anos até os quatorze, todos eles brincando de pega-pega e esconde-esconde. E a coisa durava uma eternidade. Para a gente era muito legal, muito bacana. Então era uma lembrança boa que eu tinha.

Ele era do outro lado do rio Tamanduateí, e Então eu voltava a pé. Com oito anos de idade eu voltava a pé de lá para casa e tal. E quando chovia era uma farra porque a gente vinha não escondendo da chuva, mas sim no meio da sarjeta chutando a água e espalhando a água para tudo quanto é lado. Aí chegava em casa, a minha mãe E era muito marcante porque na época atrás da escola tinha a fábrica Bela Vista de doces e balas. Então a gente ficava na aula sentindo o cheirinho daqueles doces, daquelas balas, era uma loucura. Aí eu voltava para casa <laughs> comendo tudo quanto era doce, tudo quanto era bala.
E você lembra assim de algum amigo específico que te marcou dessa época de infância, algum companheiro?
Olha, foram, foram dois, foram dois amigos. Um

E o outro, eh, eu não me recordo exatamente do nome dele agora, mas me recordo muito da, da farra que a gente fazia por conta de andar de bicicleta pela região. Então a gente andava de bicicleta, ficava andando, andando, andando.

Então eh, para umas coisas a gente brincava com um e para outras do ou, com o outro. Então eram os dois que mais lembravam.
Então as brincadeiras eram da porta da ru, da ca, da casa para
Ah, sempre, sempre. Mesmo porque as casas eram muito pequenas ali, então o quintal era muito pequeno, quase não tinha quintal. Então a gente brincava na rua mesmo. E uma coisa que eu lembro <laughs> bastante é que a minha irmã, eu tenho uma diferença de sete anos para ela. Então, o meu pai tinha uma fábrica, nessa época, meu pai tinha uma fábrica de camisas, ele fabricava a camisa Volta ao Mundo. Era uma camisa muito famosa na época, foi a primeira camisa de tecido sintético. Então, na casa onde eu nasci, é onde era a oficina de camisas, e eu morava nessa outra casa quando nós voltamos. Então, minha mãe ficava cuidando da oficina de camisas, e eu pegava minha irmã, punha no carrinho, de bebê, e eu ia para a vila que tinha uma descida. Eu ia lá na ponta da descida, deixava o carrinho lá embaixo e vinha correndo para pegar o carrinho <laughs> sozinho. <laughs> Aí Daqui a pouco vinha a minha mãe com, me puxando pela orelha, porque alguém, obviamente, ia contar para ela. Seu filho está fazendo arte lá em cima. <laughs> Era essa fala que eu fazia. E quando chovia também, eu pegava o carrinho e saía com o carrinho, com ela às vezes, ou sem ela, saía para passar nas poças d'água com o carrinho para ver a água espalhar.
Você falou do tamanho do Tamanduateí nessa época de chuva. Fala um pouquinho mais dele.
Bom, o Tamanduateí, ehh, bom, eh era um rio que a gente ficava muito preocupado por conta das enchentes na época. Mas o mais legal disso tudo era antes que tinha, em frente ao Colégio, eh, Liceu de Artes e Ofícios, tinha a estação da cantareira do trem. Essa é uma parte que me marca muito mesmo. Então tinha o trem, que ele não era Maria Fumaça, ele já era a óleo, mas ele fazia o trajeto dali e ia até o Horto Florestal. Eu não sei, não me lembro se ele fazia para outros, outros lugares, mas o que mais me marcou era para, para o Horto Florestal. Então eu saía com meu pai, pedia, eu enchia a paciência dele para nós irmos até o trem, porque nós sentávamos lá de repente Bemmmm. Eu lembro como, parece que estou, que eu já estou sentindo a coisa. Sentava naqueles bancos de madeira duro e tal, tudo mais. Quando tocava a campainha, eu ficava super emocionado porque a gente já ia sair. Então, o trem saía da cantareira, não existia a ponte da, da Cruzeiro do Sul. Era só uma pinguela que atravessava, o onde o trem atravessava. Então, eu ficava bem na janelinha, porque quando passava em cima do trem, você não via a o trilho, você só via a água lá embaixo. Então, para mim, aquilo era uma distância, um rio enorme aquele negócio e. Aí o trem ia, barabarabara, até o meio do mato, lá no Horto florestal. Aquilo, para mim, era uma maravilha. Se deixasse, eu ia todo fim de semana passear no trem. E E ia para a estação e queria ver os trens. Tanto é que hoje eu sou ferro modelista, né, então eu faço o a maquetes esse negócio. Então e, eh, o Tamanduateí nessa época era assim, não tinha a ponte da Cruzeiro do Sul, eh, eu participei ativamente da construção da ponte da Cruzeiro do Sul. Por quê? Eles estavam fazendo a ponte e a gente ia brincar na ponte e tal, atravessar a ponte. Eles faziam os andaimes para a construção da ponte e a gente ficava brincando de pega-pega, esconde-esconde, atravessava pelo outro lado do rio pelos andaimes, porque por cima não tinha graça. Tinha que ser pelos andaimes, então... Enfim, é completamente diferente do que ocorre lá hoje. Outro ponto interessante, era uma outra brincadeira que nós fazíamos, com como minha mãe já não está viva, ela não vai saber, então <laughs> eu posso contar. É Os caminhões se vinham pela Avenida do Estado, eles subiam a rua Jorge Miranda, que é a rua do quartel da Força Pública. E nós ficávamos ali na Avenida do Estado esperando os caminhões virem, porque eles subiam lentamente, A gente corria e se pendurava na carroceria. A gente chamava de chocar caminhão. Então vamos chocar caminhão. Então a gente se pendurava no caminhão e ia subindo, subindo, subindo até a Tiradentes. E lá na Tiradentes a gente pulava porque senão ele aí pegava a velocidade e não dava para pular. Então pulava e saía correndo, voltava para esperar o próximo para ficar subindo. Até que a mãe de algum já dava bronca lá e tal e a gente saía correndo. Uma outra coisa interessante é que na rua Jorge Miranda eh, era o hospital da Força Pública, se eu não me engano. E E por conta acho que das revoluções e tudo mais, o pessoal acendia muitas velas ali para os mortos da, da Revolução e tudo mais. Então, era sempre uma procissão, um monte de vela, um monte de gente em dias específicos. Eu era muito garoto, não sei exatamente quais. O pessoal vinha lá e acendia muitas velas. A gente ia lá, esperava, aí pegava as velas e fazia bonequinho de cera, fazia uma farra total.
E o que que você lembra assim da escola? Que lembranças tem marcantes da escola?
Bom, da escola, ah, o meu primeiro dia de aula foi muito interessante, porque nós chegamos, eu tinha seis para sete anos. Como eu faço aniversário em junho, aí eles autorizaram a minha entrada com seis anos na escola, porque senão, na verdade, eu estaria com oito. Com seis anos eu fui para a escola, era uma criançada chorando, todo mundo chorava, chorava, e aquele negócio todo, e minha mãe falando, meu filho, você não vai chorar? Eu falei, não, não vou chorar, não. Ah, você está tudo bem? Eu falei, está tudo bem. Eu vou entrar então, está bom? Ela, pode entrar então, está bom. E aí eu saí correndo, saí correndo, ba tropecei, a lancheira caiu, maçã Rolou. Foi um Ela ficou apavorada. Eu não, não, pode ficar tranquila aí. Está tudo bem. Juntei todas as coisas e fui para a aula. Esse foi o primeiro dia de aula. E depois de uma coisa que eu lembro também, foi minha primeira paixãozinha. Me apaixonei por uma menina. Acho que ela devia ser do... Eu estava no primeiro ano primário, ela devia estar no, no terceiro, segundo, alguma coisa assim. Ela tinha um cabelo, um cabelo bonito e tal, tudo mais. Então, onde ela ia, eu ia atrás e tal, ficava olhando. o amor platônico.
E um professor assim que te marcou?

Marcou negativamente, infelizmente.

E eu tenho boas recordações, eu de, eu tinha notas boas, eu passei com louvor, aquele negócio todo, com noventa e seis de média, lembro até hoje e tal. E eu sei que quando eu fui para o segundo ano, eu fui empolgado, aí eu coloquei a medalhinha do, do mérito do primeiro ano e tal. Quando eu cheguei, na, na a professora falou, pode arrancar isso aqui daqui, aqui não precisa nada disso. Um garoto de sete para oito anos. E muito bem, e assim foi indo, foi indo, só que o seguinte, durante o ano, não só eu, mas vários alunos, a gente chegava a fazer xixi na calça, na sala de aula, porque a professora não permitia que nenhum aluno saísse para fazer xixi. Então, não foi um nem dois, de trinta e cinco, quarenta alunos, pelo menos a metade da classe fez isso. Então, era uma lembrança muito negativa. Então, realmente foi muito ruim. A lembrança que eu tenho da, da escola acaba marcando, obviamente, essa negativa.
E você era bom aluno? Você gostava de estudar?
Olha, no primeiro ano eu gostava, eh eu estava motivado e tal, mas no segundo ano não. Aí eu perdi o tesão pelo estudo, não quis saber mais. Bom, conclusão, e no terceiro ano mudou a professora, minha mãe chegou a conversar com a professora e falou, olha, está assim, assim e assado E tomei pau no terceiro ano primário, porque não tinha a menor vontade de ir para a escola. Eu, eu imaginava que eu ia encontrar de novo aquilo lá, né. Aí a, uma vizinha dava aula num colégio estadual próximo, eu não me lembro o nome da escola, mas era bem próximo da vila ali. E ela falou assim para mim, eu lembro da, da conversa, ela falou assim, olha deixa ele comigo que eu vou motivá-lo novamente. E assim eu fui para lá. E eu fiquei estudando um ano lá, eu fiz o o, o segundo e o terceiro ano, né, a repetência eu fiz com ela. Então ela com muita paciência foi indo e eu Eu nunca retomei aquela empolgação toda pelo estudo, mas melhorei muito. Aí nunca mais tomei pau.
E como que foi mudar de escola?
Ah, foi um alívio. Foi legal. <laughs> Foi muito bacana. <laughs> Porque aquilo lá só me dava a recordação do que era ruim, entendeu? Então, foi muito bacana. E ainda mais eu sendo tratado, porque eu, eu estava numa escola pública e com um tratamento muito particular, né? Por conta dessa amizade da minha mãe com, com a professora. Então, eu tinha esse tratamento particular. Não da, não demos continui, continuidade, porque nós mudamos daí do bairro do da Luz para a Vila Olímpia, Isso em mil novecentos e sessenta e nove
Uau, é uma senhora mudança.
É, eu tinha nove anos, oito para nove anos. Aí fiquei morando lá um tempão também.
E o que que você sentiu assim de diferente?
Horrível, porque eu não tinha os amigos, era tudo novo. E eu sentia a falta da, daquela brincadeira, daqueles amigos, eu reclamava, ah, aqui não tenho amigo nenhum, e não sei. Calma, meu filho, você vai achar. E lembro até hoje quando eu fiz o primeiro amigo. Eu fiz Êêê <laughs> Fizemos um amigo e tal, tudo mais. Mas e, obviamente era só questão de tempo, porque nós mudamos na época de férias, então não tinha escola, não tinha nada. Estava na rua, né? A molecada estava lá. E aí depois que fui para a escola, e fui fazendo, fui montando.
E aí a escola também era na Vila Olímpia, era na

Era uma escola, né munici Municipal? É municipal. Municipal, eu fiz o terceiro ano. Coincidentemente, a minha vizinha de casa, parede com parede, era professora na escola. Só que ela dava aula para a quarta série. E eu estava na, na primeira. Mas mesmo assim tinha um...
E o que que você lembra da Vila Olímpia dessa época?
Ah, da Vila Olímpia? Vila Olímpia é muito legal. Então, o que que acontece? Hoje, onde é o prédio do Banco Santander, que era um antigo prédio da Eletropaulo, é onde eu nadava. Nadava literalmente. Por quê? Naquela época, eles faziam a dragagem do rio Pinheiros para limpeza do assoreamento do rio para a usina de elevação da traição. Então eles dragavam, o rio não era poluído como é hoje, obviamente, eles jogavam a água nesse Bota-fora, que é onde o prédio da Eletropaulo hoje. Então, passado os dois dias, toda aquela areia, toda aquela terra sedimentava e ficava um piscinão, e a gente nadava ali. Então, ba nadava era uma farra danada, não existia Marginal, não existia Avenida dos Bandeirantes, nada disso. A rua que eu morava era uma rua de terra, não tinha esgoto e não tinha luz na rua, era fossa e tal. E de vez em quando, na Vila Olímpia, passava boiada subindo assim, tal. <laughs> Quem diria! <laughs>
Passei lá hoje, ver como é que é. E aí você continuou nessa escola até terminar o primário?
É, até a quarta série. A

E aí como é que você ia para a escola?
De ônibus, sozinho. Aí pegava de manhã o ônibus, ia para lá e voltava. Era uma alegria.
E qual que era o trajeto da Vila Olímpia até o centro?
Ele saía daaa, da Rua Ministro Jesuíno Cardoso. O ponto final do ônibus era no final da rua onde eu morava, a Rua do Rossio. Só que se eu pegasse ele no ponto final, ele dava uma volta muito grande. Então eu esperava ele nessa Rua Ministro Cezino Cardoso, que era atravessar uma rua, que ele dava já tinha dado toda a volta. Eu pegava ele ali e subia Rua Ministro Cezino Cardoso, Rua Clodomiro Amazonas, depois Rua Tabapuã, Avenida nove de Julho, Avenida São João e Duque de Caxias. Então na Duque de Caxias, em frente à rodoviária antiga, hoje onde é a Sala São Paulo, ali, descia ali, atravessava a rodoviária antiga e ia para a escola. que eram duas quadras dali da Duque de Caxias
E você já tinha, assim, alguma afinidade por alguma matéria que você gostava de estudar?
Eu tinha afinidade aversa, não gostava de matemática de jeito nenhum. <laughs> Engraçado, na verdade é o seguinte, eh, isso eu vim descobrir mais tarde, eu sou muito auditivo, eu aprendo muito pelo que eu ouço. E eu não tenho a, a paciência para a leitura. A leitura me dá sono, mas se você me conta uma história, eu fixo. Tanto é que para as provas, eu pedia para minha irmã contar a história de Dom Casmurro, tarara Ela conta a história para mim, mas eu vou ter prova a, amanhã, conta a história para mim. E ela contava a história. E eu ia tirava nota boa. Ela ficava louca da vida porque ela lia o livro e tirava nota menor do que eu. Eu <laughs> eu tirava nota boa por por conta disso, por contar as histórias. Então, eu, eu não, eu, eu ficava na classe, achava aquele negócio, eh, eu não prestava, entre aspas, muita atenção, porque estava, para mim estava muito, acho que fácil demais, entendeu? Muito maçante. Tanana, então, o professor falava e explicava, e eu ouvia aquilo lá e estava bom. Eu chegava em casa, eu jogava os livros na, no sofá e vamos jogar bola. E vamos jogar bola, e vamos
A prova é amanhã. Meu filho, você não vai estudar.
Ah, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei, esse aqui também já sei. Então, pronto, vamos para fazer a prova. Quanto que eu preciso tirar? Sete, está bom.

Sete. Quanto que eu preciso tirar? Três. Eu tirava três. Eu era um cachorro, ao invés de estudar e tirar nota, não, tirava, fazia a prova para tirar três. E assim eu fui indo e passei. Quando eu fui fazer cursinho, aí sim eu, eu tive um professor muito legal no, no cursinho, e a gente aprendeu matemática bastante, e aí foi, foi onde eu, eu me identifiquei mais com a matemática. Tanto é que quando eu fui fazer o, eu tinha meu filho já com um aninho, eu fui fazer engenharia. Aí eu fui fazer engenharia em cálculo um, em cálculo dois, que era uma matéria que o pessoal queria a morte, mas eu tirava dez de média. Por duas razões, não é que eu sou um gênio não, é porque primeiro eu fui estudar com trinta e cinco anos de idade ela, a engenharia. Então eu, eu estava com outro objetivo, né. Então aquilo lá para mim era muito fácil e tal, eu me dedicava, estudava e tirava dez de média. Os colegas me bater, mas tudo bem. O

Bom, nãã, a mais marcante foi a época do Liceu Coração de Jesus. Eu era semi-interno, porque como eu gostava muito de jogar bola, meu pai falou, você vai estudar, então fica na escola. Então eu entrava às sete da manhã e saía às cinco da tarde. Então a parte da manhã era a parte de estudos. Então a parte de estudos a gente fazia forquilha para atirar nos outros colegas, a tendência é acertar o cara de trás e tal, tudo mais. Aí quando era um, eh dez para o meio-dia a gente saía para o almoço. Então saímos correndo para o refeitório. O colégio é muito grande, então ele tem um campo de futebol, de campo, no meio, que é a, a, a quadra, que é uma área de, fora as quadras de poliesportivas e tudo mais. Então a gente sai de um lado, atravessava para o refeitório do outro. Saíamos correndo e pegávamos a fila da re, do refeitório. Chegando no refeitório, meio dia em ponto, ele abria. Quando ele abria, Nós saímos correndo e íamos para o, para a mesa, pegávamos o bife, lambíamos o bife e, <laughs> punha de volta E pegava a Coca-Cola, tomava e voltava A gente não podia tomar, eh, tinha que rezar primeiro. Mas a gente garantia porque sempre pegavam a da gente. Então estava garantido o nosso ali e tal. Aí rezava tudo direitinho, sentava e vamos comer. Então aí vamos comer, você comia tranquilinho, mas queria pegar, porque já tinha entre aspas, babado na Coca-Cola ou no Guaraná, na caçulinha na época e tal. E no bife, então... Aí comíamos. Comíamos, vamos para o futebol. E aí nós jogávamos. Quando tinha que o professor liberava calção, camisa, calção e meia, era festa. Então a gente ia para o futebol, ah de camisa, calção e meia, que negócio legal. Quando não era o dia do nosso jogo, a gente brincava de pega-pega, esconde-esconde também. Só que a gente brincava pela escola inteira. Então a gente subia na torre do sino, um belo dia um escorregou da escada, caiu pendurado, na, se segurou na corda do sino, então fora do horário do sino, plelem, blelem, blim. Bom, foi uma correria, porque o padre vinha pegar quem... Quem estava fazendo arte, né? Então, es, esconde para cá, esconde para lá. Um outro, nós subimos no sótão da escola, um rapaz não sabia andar no sótão, ele pisou no estuque fora da, da madeira. Então, desceu tudo para baixo, caiu, para o quarto do padre, né.
E assim era. E eram só menino?
Só de meninos. Era um colégio exclusivamente Tanto é que não tinha faxineira. Eram faxineiros, professores, homens e os meninos. Só menino. Quando tinha festa na escola, que iam as irmãs, era uma farra. Parecia coisa de louco. Todo mundo aaa, gritando para as meninas.
E como é que fica a paquera então, a relação com as
A gente saía da escola na hora do almoço e ia para o Nossa Senhora do Loreto, que é duas quadras dali, que era exclusivamente de menina. Então a gente ia para lá, esperar as meninas sair para ficar paquerando, namorando e tal, tudo mais. Ou quando tinha encontro de jovens, a gente, era encontro de jovens a gente ia para a festa e encontrava as meninas das outras escolas no encontro de jovens, que aí fazia a paquera.
E aí depois do Liceu você foi para o colégio? O Ou o colégio foi inteiro no Liceu?
Inteiro no liceu. Aí Aí eu comecei a trabalhar. Deixa eu ver. Em eu fiz o, o ginásio todo. Aí eu fiz o, comecei a trabalhar e fui fazer o colégio no liceu à noite. Mas aí não, não estava dando. Aí eu saí e fui para uma escola estadual perto da minha casa. Aí eu trabalhava durante o dia no Anhangabaú.
E o que que era esse primeiro trabalho?
Olha, o primeiro trabalho, foi com quatorze anos, eu fui ser balconista. Eu vendia peças de plástico técnicas. Meu pai trabalhava com... Além de ter a, a... Na época ele já não tinha mais a fábrica de camisas. Ele trabalhava com vendas, numa indústria de plásticos. Então, ele atendia essa, essa loja e, por conhecimento, o cara me deu um, durante as férias, um trabalho lá. Trabalhei o período das férias, voltei para a escola. Mas aí, eu fui ser office boy na, no Klabin Irmãos e Companhia, nas indústrias de papel do Klabin, que era aí na Praça Ramos de Azeve Na verdade, o prédio é de frente para o Anhangabaú, esquina com a Praça Ramos de Azevedo. Então eu, eu era office boy lá. E lá tivemos experiências ruins, porque foi a época do incêndio do Andraus e o incêndio do Joelma. E eu estava, nas nas duas, na rua, bem lá na frente dos dois. Até porque a gente fica na rua, começa a ver o auê, a molecada vai ver o que está acontecendo. Então fomos ver essa, essas duas tragédias aí. É um negócio horroroso mesmo, muito ruim.
E como é que era o cotidiano de um moleque de quatorze anos, office boy, por São Paulo?
Olha, na verdade, eu fui com um pouquinho mais velho. Eh, quatorze eu fiz, eh. No ano seguinte, com quinze, é que eu fui se office... Ah, era muito interessante. A gente andava pelo centro da cidade. No começo é tudo muito novo. Depois você entende a movimentação do centro. Então, andar por aquelas ruas da Sete Abril, Vinte e quatro de Maio, Quinze de Novembro, Boa Vista, ah fi, fica muito em casa, entendeu? Então, a gente entendia quem que eram os punguistas da época. A gente, de andar, já sabia quem que eram os bandidos e tal, aquele negócio todo. e aprendia... oh, tinha um problema muito sério. Na época, o Anhangabaú ele era, tinha carros, né? Andava os carros por lá. E existia uma passagem de nível que se chamava o Buraco do Ademar, que foi uma passagem que passava por baixo do, da Avenida São João, é, é o Anhangabaú, e embaixo tem a Avenida São João, que é o Buraco da Não me lembro passagem Prestes Maia? Eu, eu Enfim, não me lembro, mas o conhecido mesmo era o Buraco do Ademar. E ali tinham atropelamentos todos os dias. Fora as pessoas que se suicidavam saltando do viaduto do Chá em cima da, da avenida. Então a gente tomava muito cuidado para, para evitar esses, porque a gente conhecia, a gente estava lá e sabia. E quando ia, alguém ia atravessar, a gente até avisava. Olha Aí não, porque você vai ser atropelado, o carro vem de lá e você não vê. demovia algumas pessoas e encurtar o caminho para fazer a volta. Então Era nesse sentido era legal E, às vezes, a gente fazia uma brincadeira. Então, quando juntava dois moleques, a gente parava naquele prédio.
Cuidado lá, agora vai!
Agora vai! Ficava olhando para cima. Juntava uns quatro ou cinco.

Apareceu, apareceu! E a gente saía. E ficava aquele negócio. Ficava um monte de gente tudo olhando lá para cima, até a gente sair só para... para rir, para fazer molecagem. <laughs>
E você lembra o que que você fez com o seu primeiro salário, com o primeiro
Comprei um relógio para a minha mãe, eh, um presente para ela. Esse foi o primeiro dinheirinho. Depois disso, aí eu comprei minha moto. Eu tinha dezesseis anos e, porque eu queria moto, queria moto, queria moto, queria moto, queria moto. Meu pai, você é um maluco? Vou te dar um revólver, mas não vou te dar moto. Você é maluco? Não, mas eu quero a moto. Tãrãrã Aí eu fu, como eu tinha dezesseis anos, eu não podia ter financiamento. Aí eu cantei um amigo meu dentro da, do escritório e falei assim, olha, eu vou comprar a moto e eu vou pôr no seu nome, pode ser? Porque meu pai ia me dar, imagina. Bom, só que é o seguinte, o gerente de, do escritório era compadre do meu pai. E Obviamente, ele ficou sabendo. Quando estava no, que ia fazer o negócio, eu ia comprar um, um garoto de dezesseis anos, ganhando meio salário mínimo, que na época tinha isso, né, o meio salário mínimo, não podia ter muito recurso. Então, eu ia comprar que moto? Uma tranqueira daquelas, né. Na hora que eu estava concretizando o negócio, meu pai falou assim, para, para, para, para, para, você não vai comprar essa porcaria. E aí então ele me ajudou a comprar a moto. Aí eu comprei uma moto zero. Eh o Cento e vinte e cinco, zero e tal. Paguei as prestações dela, tudo direitinho, eu tinha o dinheirinho da entrada, paguei. Eh, eu, se eu não me engano era cento e oitenta reais a prestação. Eu ganhava e vinte. Se você imagina Para pôr gasolina <laughs> era uma loucura, mas foi legal.
E aí, com essa, nessa época da moto aí, já era mais, mais jovenzinho? Dezesseis anos dezesseis anos. Dezesseis para

E o que que você fazia, assim, de diversão?
Bom, nós íamos para os bailinhos das garagens, né? Então, nós tínhamos o, os amigos da região, eu era o que tinha a moto, e eu sempre gostei muito de dançar, de festa, era comigo mesmo, né? Paquerar... Ah, ah, uma farra. Então, tinha o nosso grupo, né? A gente chamava o, a turma do Granfino, né? Então, juntávamos esses, essas dez, doze, entre meninos e meninas. Hoje vai ter um, uma festa no na, na garagem, não sei de quem aí. E vamos para a garagem. Eu ia para o Mingau do, o Mingau do, do São Paulo. O Mingau era o baile de, da... Matinê. Matinê do, desses clubes. E a gente ia para lá e tal. E de noite ia para o, para as garagens das casas dos amigos. E era muito bacana. Muito Nossa, dançava, arrumava namorada.
E. Você lembra das músicas dessa
Ah, foi o Ne, nessa época era um rock tipo Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, essas coisas todas. E um pouquinho mais tarde foi o Saturday Night Fever, né? Disco que era Banana Power, Papagaio, Tamatete... Maravilhoso também, muito bom.
E de estética, assim, como que as pessoas se vestiam?
Eu, eu fazia minha moda, eu era meio <laughs> fora, um ponto fora da curva, né? Eu fa, eu fazia, quando eu me sentia legal, eu, eu me vestia. Agora, as pessoas, obviamente, gostavam de pôr, antes dessa época, era calça boca sino, quando estava no, no Liceu Coração de Jesus. Então, a calça boca sino tinha que ter uma boca larga que cobrisse o sapato. Então se você desse uma baixadinha e cobrisse os sapatos, tava legal, entendeu? Então eh, essa era a moda na época do quê? Dos treze, quatorze Aí mais para frente, aí não, era uma uma calça jeans e uma camisa de anarruga, esse negócio todo.
E aí você falou que você foi para o cursinho.
Isso. No cursinho, aí eu, eu já não trabalhava mais na, no, no Klabin, eu tinha saído e falei para o meu pai, ó pai, é o seguinte, eu vou fazer cursinho para prestar vestibular, queria prestar para engenharia. O senhor conhece, o senhor consegue me bancar e tal? Porque eu já tinha carro, aí eu tinha carro, tinha moto e tal, tudo mais, eu vou fazer cursinho e prestar vestibular. Você vai estudar? Falei, é, eu vou fazer cursinho. Vai mesmo? <laughs> Pode fazer. <laughs> Eu banco.
Ah, legal.
Então, aí eu parei de trabalhar para fazer cursinho. Mas voltei logo a trabalhar, porque quando a gente começa a ter essa independência financeira, não dá mais. Então, eu voltei a trabalhar, eu prestei vestibular, aí eu entrei em vez de entrar em engenharia, entrei em economia na Faape. Aí continuei lá trabalhando, aquele. Perdão, antes disso. Eu não, não entrei na faculdade no primeiro ano. A Aí eu voltei a trabalhar, comecei a trabalhar. E eu trabalhava com vendas. Meu pai faleceu em mil novecentos e oitenta e no ano seguinte ao falecimento dele eu entrei em economia, na Faape.
E como é que foi essa vida, essa virada para ser universitário?
Ah, foi, foi legal. Eu tive uma, uma decepçãozinha também no, <laughs> no primeiro ano da faculdade. O professor de Direito, eu já acho que fazer uns, estava no meio do ano já e tal, tudo mais e não estava muito legal. Eu falei, ó, dá licença, professor e tal. E fui saindo tranquilamente para, para ir ao banheiro. Onde você vai, ah, eu vou ao banheiro. O senhor não vai. Ah, vou. <laughs> O senhor está atrapalhando a aula. Não, eu estava saindo quietinho. O senhor que parou a aula para me interromper a minha saída. Mas o senhor não vai sair. Eu falei ah Ah, vou sair. Se eu não for sair, vou fazer aqui no cantinho, ó. E fui para o cantinho e xiii e, <laughs> não fiz, né? Mas eu simulei. Bom, adivinha que aula que estava tendo? Nenhuma mais, né? Todo mundo gritando aquele negócio todo. O senhor está atrapalhando a minha aula. Mas professor, eu só queria ir ao banheiro, mais nada. E eu vou ao banheiro, porque ele estava segurando a porta, né? Se o senhor sair, o senhor não entrar, mas tudo bem, não tem problema, mas eu vou ao banheiro. <laughs> Aí eu fui ao banheiro e tal, tudo mais lá. Não tinha mais aula, aquele alvoroço. Aí eu voltei. Quando eu voltei, que quis entrar. Não vai entrar. Aí foi a gritaria. Deixa Não, não entra. Não. Acabou a aula e tal. Falei, pô, mas caramba. O banheiro virou problema.
Você escolheu economia sozinho ou existia alguma tendência familiar?
Eu escolhi porque não tinha outra, foi a segunda opção e entrei nessa. Tanto é que eu parei o curso e não, não. Não seguiu. Não segui. Eu era muito inquieto para ficar estar fazendo economia, entendeu? Não dava Tinha que ser alguma coisa mais, mais ativa. Tanto é que eu fui fazer comunicação social na anhem, Anhembi Morumbi. Um curso muito legal, muito bacana.
Mas isso mais tarde?
Foi, foi no, no outro ano. É. No ano seguinte.
E você falou que você teve um filho. Nessa época você estava...
Nessa época eu só namorava. Só namorava. Aí, aí eu fui, resolvi morar nos Estados Unidos. Eu vou para lá. Mas o que você vai fazer lá? Eu vou aprender inglês, vou fazer, fazia comunicação social com ênfase em marketing. Vou fazer uma especialização em marketing lá e tal. Mas você não fala inglês? Falei é Tudo bem, eu vou, vou aprender. E eu vou, eu vou, eu vou, eu vou e fui. Eu fui, não falava absolutamente nada de inglês.
Dade nos Estados. Chicago.
Chicago. É. Aí eu encontrei com o meu irmão lá. Porque o seguinte, eu vim, eu vim saber da existência do meu irmão quando eu tinha dezoito anos de idade só. Então eu não sabia que ele existia. E

Falei, pô, mas peraí, eu tenho um parente nos Estados Unidos, eu louco para ir para os Estados Unidos? Ninguém me fala nada? São tudo louco, não sei o quê. Aí minha mãe desesperada e saiu da cozinha e de repente ela volta chorando. (som de choro) Vixe, mas o que está acontecendo? Vai devagar. Vá Para, para, para. O que que foi? Olha, se você quiser ficar bravo você fica. Aí chora de novo para, fala, <laughs> fala direito. Não, é que é o seguinte, ah, o seu pai já foi casado e teve um filho. Eu falei, pô, que legal, vocês não me falaram nada. Eu acho que ela se chocou mais com a minha reação, porque eles imaginavam que nós, eu e minha irmã, fôssemos brigar, aquela rebeldia, aquele negócio.

Não é, não é que o seu pai largou, não foi nada disso. Ele separou, teve outra família e constituiu. Eu falei, ah, olha, isso é um problema. Você não casou com ele? Você sabia disso? Sabia.
Isso é um problema seu e dele.
Entendeu? <laughs> Êh, hum Para mim ó, desses vinte, ou quer dizer, dezoito anos de existência, nada a reclamar. Então, para mim está tudo bem.
Daí ganhou um irmão em Chicago.
Ganhei um irmão em Chicago. Aí a, e ele já sabia, obviamente, da nossa assistência. Então, aí nos, nos falamos por telefone. E vinha para cá para visitar. Então, aí a gente, para nos conhecer. Ele vinha no final do ano. Isso em mil novecentos e oitenta, ele viria no final do ano. Eu fiquei sabendo uns dois anos antes, três anos antes, né? E E meu pai faleceu em agosto. E aí eu encontrei com a minha irmã no velório do meu pai. E com o meu irmão no final do ano que estava programada a vinda dele. Aí Eu fiquei assustado. Quando eu o vi no aeroporto, falei Hã, é muito igual a mim, caramba. Ca Foi um uma surpresa muito agradável e assustadora ao mesmo tempo. Não dá para falar que não é irmão. Aí então nós tivemos uma empatia muito legal e foi muito bacana. E quando eu fui, eu fui para lá, procurei por ele e tal, tudo mais. E ficamos próximos ali. Aí, aí eu fui trabalhar lá, arru rrumei emprego. A esposa do meu irmão me ajudou a arrumar um emprego lá, arrumei emprego. Aí fui para a escola. Primeiro arrumei um, um emprego. Arrumei o emprego de garçom num restaurante mexicano. Você já foi garçom alguma vez? Já, lá no Brasil sempre fui garçom. É então está bom, então pode atender mesa. Eu falei, putz, como é que eu vou fazer isso? Eu parei e falei assim, pera, pera, para. Ó Se eu não souber ser garçom, eu posso não ter experiência, mas se eu não souber chegar lá e falar bom dia, oi, como é que você está, o que você quer, ô, eu estou perdido. Não, vambora. Aí segura e vamos. Você nunca foi garçom, sabe? Pelo como eu peguei a a bandeja. Mas aí eu fui lá e não sei o quê. Aí falava que era brasileiro e tal. Mas você brasileiro está fazendo num restaurante mexicano? Não, arrumei emprego. Ah, mas você é do Brasil? Onde você mora? Eu moro em São Paulo. Ó São Paulo, São Paulo... Aí, aí eu falei, Rio de Janeiro. Ah Ô, Rio! Então, para eles eu morava no Rio de Janeiro e era amigo do Pelé. Estava tudo em casa, tudo legal. Amigo não, mas já tinha estado, já conhecia o Pelé. E a pergunta mais frequente era se tinha muitas cobras na rua. E aí, como não tinha muitas cobras, eu falei, olha, a distância da minha casa até a Floresta Amazônica é um pouco maior do que daqui até a Califórnia. Aí eles ficaram, ó, ó... Mas enfim. E eu sempre muito dado, conversador, esse negócio todo. Eu tinha clientes cativos, eu ganhei muita gorjeta por conta disso, atendia bem o pessoal. Eu não atendia bem, eu falava com, com eles com desenvoltura, aquele negócio todo. Errava o inglês, pedia para eles me, me corrigirem. Mas eu sempre estava eh melhorando, melhorando. Então eles, eles sentiam essa melhora no, no inglês, e ficavam confortáveis e gostavam de ir lá e minha seção era, era cheia.
Aí depois você mudou de trabalho? É
Aí eu arrumei um outro junto com esse. Eu fui trabalhar num hotel. Aí eu trabalhei no hotel na área de convenções, então eu montava salas de convenção. E eu trabalhava com um grupo de mexicanos e o chefe era um um americano. Mas como eu era interessado no inglês e tudo mais, eu, eu falava que não falava espanhol. Eu sabia falar, porque a minha mente é muito per próxima, eu aprendi rápido. E meu irmão tinha uma autoescola no bairro mexicano também, então o tempo que eu ficava com ele, eu ficava falando em espanhol, aquele negócio todo. Mas para os mexicanos eu falava que não falava espanhol, porque eu queria aprender o inglês. Mas é muito próximo. Então, fala alguma coisa em português. Aí eu falava.

Entendeu? O que que você falou? Falei, olha, que você é uma pessoa muito bacana. Não entendi nada. Falei, ai, está vendo como é diferente? É, não dá. Então, vamos falar inglês. Porque era para que eles não Vamos dar um tem.

Então, aí eu procurava falar inglês para, para eu aprender inglês. E com isso, como os mexicanos, eles restringiam muito a língua deles, eles achavam que quem tinha que falar espanhol eram os americanos e não eles inglês. E E eu achava o contrário, eu achava que não, eu estou aqui na terra deles, eu tenho que me aproximar o máximo. Então eu eu melhorava cada vez mais o meu inglês e procurava. Então eu tinha um contato maior com essa chefia por conta desse meu desenvolvimento com o inglês. E aí eu saí de, da da montagem de salas, fui para a recepção. Aí, junto com isso, eu saí desse restaurante que eu estava e fui para um outro, um pouco melhor, mexicano também. Trabalhava com os dois juntos e tudo mais. Aí fiquei trabalhando um tempo, passei dois anos lá. Eh, uma Uma lembrança muito forte é o frio que faz em Chicago. Então, eu peguei um dia com cinquenta graus abaixo de zero. Eu estava nesse restaurante trabalhando à noite, E as rádios falaram, olha, cinquenta graus. Pô, eu vou lá fora ver o que que é isso. Eu peguei e saí e fui para a rua.
E eu olhei ah.
Porque você sai e entra, não tem o menor problema. E entrei. Ah Tudo bem, tudo bem, tudo bem. O meu carro estava estacionado, a, âh atravessando a rua. Era o estacionamento. E eu falei assim, bom, agora vou embora. Terminou o expediente, tal, troquei a roupa, coloquei luva, luva e luva, porque era uma luva de de algodão, uma de lã e a luva de couro. Aí eu tinha um ci, uma ci, um cirolão, duas meias, calça jeans, casaco, casaco e outro casaco. Bom, vamos embora, vamos embora. Aí eu fui para o carro. Quando eu cheguei no carro, eu fui abrir a porta e não consegui abrir a porta porque era tão frio que a borracha colou na porta. Então eu não consegui abrir a porta. Aí eu falei, então vou para o outro lado. Fui pelo o outro lado, puxei também, mas eu consegui abrir. Entrei no carro e dei a partida. uôôô, uôôô Por quê? Óleo congelado, água de bateria congelada. Eu dei uma, vou dar um tempinho para a bateria se recompor e dou outra partida. Uôôó Nada. Falei ixe

Eu vou embora. Quem disse que eu saía do carro? Eu não conseguia abrir os dedos assim. Então eu não conseguia enfiar o dedo na maçaneta da porta para sair. Eu não morri congelado porque, por Deus, tinha umas pessoas vindo do restaurante, também indo para o estacionamento pegar o carro deles e eu... Socorro!
Socorro!
Eles me tiraram. Eu saí assim, carregado, fui para o restaurante de volta para esperar reaquecer para poder o carro pegar. Então, realmente, eu eu não morri porque não era a hora e tal.
E é um inverno muito longo. Muuu, é
É muito longo. Ele começa em novembro e vai terminar só em março lá. E frio. frio, muito frio, muito frio. Ô A minha primeira neve foi emocionante também, porque foi levezinha. Foi em novembro, foi dia onze de novembro Então eu estava dirigindo, indo para o trabalho, e aí começou a nevar e tal. Tudo mais E nesse ano, na passagem de ano, não, no Natal desse ano, nevou um tanto que eu ia, a gente saía, andava, e atolava, vinha com a neve até o joelho. É muito interessante. tudo uma farra, né? Com vinte E quatro anos, vinte e cinco anos. Pô Entra a neve, txa, ê... Quando entra em casa, está tudo legal, tudo congelado. Quando entra na casa, que tem a o aquecedor ligado, começa a derreter tudo. Aí seu sapato molha, molha tudo. Ã A neve é linda quando você está numa choupana com uma pessoa, uma companhia legal do lado, tomando um vinho e ela caindo lá fora. Mas quando você tem que trabalhar todo dia, pisar na neve,
Só estando lá para ver como é que é. E como que foi a decisão de voltar
Bom, aí eu voltei, eu ia voltar. Eu falei assim, bom, já faz dois anos que eu estou aqui, eu vou voltar para, para encontrar com minha mãe e tal, ver meus amigos. A saudade é muito grande, muito grande. Porque todo esse período de desenvolvimento de adolescência, de constituição, de desenvolvimento eh, profissional, pessoal, né? Você passa aqui. Então lá é tudo muito diferente. Não é melhor, não é pior. É É muito diferente. E a gente fica preso às raízes daqui. Então falei, ah, vou voltar para matar a saudade dessa turma toda. Aí eu vim em dezembro para passar o Natal. Um cara, lá um frio danado aqui, um calor daqueles. Aí eu no calor. Aí é tudo festa, porque eu voltei com algum dinheirinho, tinha economizado uma grana legal. Eu voltei com algum dinheiro, então vamos passear. É Passeia, Natal, aí todo mundo chama para aquilo, chama para isso, ê saudade... Eu ia voltar em janeiro. Não Fica mais um pouco. êê Aí chegou o carnaval. Aí Eu que adoro um carnaval. Ah, vamos passear. Não sei o quê Fomos para Florianópolis. Não voltei mais. Aí eu arrumei uma namorada. Aí Fiquei namorando. Não voltei mais. Fiquei por aqui.

Voltei para cá e aí eu comece, eu eu tinha uma namorada e tal, tudo mais mas não, não dava certo. Não Já sabia que não ia dar, namorar com ela, eh casar com ela. Aí eu Fui trabalhar no Hotel Transamérica.

Que fica na ave, Marginal. Ah, lá no final da Marginal. Isso. Eu não Na verdade não é no meio da Marginal ali. Hum. É perto do Centro Empresarial. Uhum. Perto da ponte Transamérica o Então fui trabalhar com eles, eu era o contato do hotel e a gente fazia... Aí tinha eventos, tinha contato, tinha negócio todo. Fiquei trabalhando lá e eu conheci a minha esposa lá no hotel. Então eu conheci, começamos namorar e tal aí me casei. Como que ela chama?

Aí nós ficamos seis anos casados. O meu filho nasceu... Vocês casaram assim na igreja? Na igreja Tudo direitinho Ela, a princípio, não queria, porque ela era muito tímida. Então eu falei assim, olha, nada contra, mas eu acho que isso é um negócio muito legal, principalmente para as mulheres. Você está de noiva, e não que não seja para mim também, né. Eu vou, eu vou estar participando dessa cerimônia toda e eu acho muito legal, eu acho que vale a pena fazer. Tá. Então, vamos fazer uma capelinha muito tranquilinha, falei está bom. Era que nem um negocinho escondido, mas aí ela foi se empolgando, se empolgando, nós acabamos casando numa capela lá em, em Aldeia da Serra. Não sei se vocês conhecem, subindo a Serrinha, lá tem uma, uma capelinha bonitinha, pequenininha lá e tal, tudo mais, foi muito gostoso, foi muito bonita a cerimônia, eu tenho boas recordações, legal. Então, ela também gostou, ficou legal. Isso é importante, porque para o, eu acho que para a família é importante você ter todas essas etapas cumpridas, entendeu? E ela gostou também e e foi legal.
Aí nos casamos e ela... Vocês foram morar onde?
Então nós fomos morar no Campo Belo, que é onde eu moro hoje. Eu já tinha essa casa lá e tal, e e nós casamos e fomos para lá. Aí ela queria engravidar, já logo na lua de mel, eu falei, não, calma, vamos vamos namorar casado. É Namoramos e tal, e eu segurava um pouco e tal. Eu me casei com trinta e três anos de idade. Aí o meu filho nasceu, eu tinha E eu meio que acelerei porque minha mãe ficou muito doente. Ela teve um câncer no útero e tal. E eu falei, puxa vida, ela queria ver o neto e tal. Vamos adiantar esse negócio, para, né? E E encomendamos. Aí ela estava grávida e tal, mas não deu tempo. Ela morreu dia trinta de novembro de noventa e dois e ele nasceu em sete de maio de no Então acabou não dando, não dando certo, mas enfim.
Como que ele chama?

Um orgulho, né. É muito legal. Igualzinho o pai, estudioso para caramba, tira a nota de <laughs> Ele quando ver isso aqui ele vai, vai falar, ah é, você encheu o meu saco agora mandando estudar. Não, mas ele é muito. Eu não posso falar nada... Que ele, ele não é nem um pouco... Ele está com dezesseis para dezessete anos. Não é nem um pouco aborrecente. É um menino que estuda. Eu não preciso ficar enchendo a paciência dele para estudar. Ele... Eu imagino que eu seja um parceiro dele. Muito grande. Uma coisa que me, me comoveu bastante foi quando ele chegou para mim há pouco tempo atrás. Falei assim, papai, puxa, mas como é gostoso conversar com você. Isso, isso indica uma proximidade legal, né. Então eu falo assim, ó meu filho, eu acho que é esse é o caminho, né. Você tem que ser independente, eu não sou eterno, não estou aqui fazendo nenhuma despedida, nada disso, mas a ro, os fatos são esses. Eu posso durar cinco, um um mês, um minuto ou dez, vinte anos. Agora é importante que você tenha independência e saiba fazer as coisas, né independente de mim. Agora conte comigo para o que eu puder te orientar da melhor maneira possível. O papai erra, mas todas as vezes que ele errar, saiba, foi na melhor das intenções de fazer o melhor para você. Então, discute. Se você achar que está errado, senta, conversa comigo e vamos, vamos tocar o pau.
Você acha que a paternidade mudou alguma coisa na sua vida?
Não, não mudou. Eh, eh, não é que mudou, obviamente muda, né?
Mas eu, eu, eu não, eu não, eu não sinto aqueles negócios. Ah, eu era assim com o filho. Eh, Eu eu não sou muito desses de ficar ah Ai, o filho. Âh
Não, não tem nada disso. Foi muito legal, foi importante. Quantas coisas eu tive que deixar de fazer quando eu não era, em comparação ao tempo que eu não era pai. Puxa, foi um ônus, tá? Agora, o bônus que veio em função disso foi muito maior. Então, quer dizer, teve uma escolha, eu renunciei um monte de coisas por essa escolha. E foi muito prazeroso. Porque você realmente deixa de fazer um monte de coisas para ser pai e ganha outras tantas. O fato dele chegar e falar isso que ele falou para mim agora com dezesseis anos é, é impagável. Ou quando ele fala a primeira vez, papai, não sei o quê, é impagável. Quando ele é pequenininho, que tem algum problema, ele vem e corre para você,

É só quando você é pai que você sabe. Agora, eu nunca fui assim, aquele super protetor de, eh, eh. Não, não pode fazer isso! Deixava ele, ele vai cair. Meu filho, você vai cair. E caía. É parte do aprendizado. Obviamente eu não deixava ele na beira do abismo. Não, ele vai cair aqui, tropeçar aí, bater a cabeça.
Então era essa a parte do. E aí vocês se separaram?
Aí nós nos separamos, ele tinha dois aninhos e tal. Tudo mais. E Aí eu me casei de novo. Nós ficamos seis anos casados. Eu me casei de novo, e fiquei mais dez anos casado. Aí essa minha segunda esposa tinha dois filhos também. E Me separei e agora casei de novo.
Como que era o nome da segunda esposa?

Isso. Dez anos? Dez anos.

É. E aí vocês foram morar onde?
Nós morávamos ali próximo ao Carrefour da Marginal Pinheiros. A Gran Julieta chama o bairro. Morávamos ali, ficamos morando nesse apartamento. Com os dois filhos dela. É É, porque é o seguinte, eh, na verdade ela já morava lá, eu tinha essa minha casa e ela tinha os dois filhos. Como a, eles já estavam estruturados lá e tal, eu falei assim, ah está bom, então eu venho para cá. Vamos lá para lá que é melhor, ehh, é menos custo, porque apartamento é complicado, condomínio, negócio, é menos custo. Ah, não, não, está bom, então ficamos lá. ficamos dez anos lá. Me separei e voltei para essa minha casa. Então, fiquei lá e tal, tudo mais, depois de um tempo, encontrei a minha atual esposa. Minha atual esposa, eu a conheci há vinte anos atrás.
Aonde?
Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu a conheci. Ela tem treze anos de diferença, mas naquela época, ela era muito garotinha. Eu brinco que dava cadeia, entendeu? Eu, eu trabalhava numa empresa, enquanto eu não a, arrumei o emprego no Transamérica, eu trabalhava numa empresa que era de promoção. Então fazia promoção de expositores de supermercado, esse negócio todo. E né, a gente contratava um pessoal, vem, vem, vem, vem, a gente contrata o a equipe e vai trabalhar, fazer essa campanha, faz a outra e tal. E numa das campanhas veio essa moça. Ela era garotinha, tinha quatorze anos e tal, mas trabalhava que era uma maravilha. Falei, nossa, que legal. Aí eu começava a passar as coisas para ela, E vinha com resultado prontinho. Falei Puxa, que bom, né? Então, obviamente, a gente se aproxima mais. Mas eu realmente não tinha o menor olhar de homem para mulher, para ela. tinha outra namorada e tal, estava em outra. E muito bem. E aí, o que que aconteceu? O pai dela separou da mãe, aquele negócio todo e largou a família. Eles começaram a passar necessidade. Aí eu me aproximei mais ainda exatamente para poder direcionar os trabalhos. Sabia que ela trabalhava bem, que ela desenvolvia o trabalho, estava tranquilo. Falei, ah, bom, vem, vem, vem fazer trabalho que está precisando. Aí punha ela, punha a irmã, ah, a mãe dela para trabalhar e tal. Foi indo, foi indo, foi indo. Aí eu acabei saindo dessa empresa, fui trabalhar no Hotel Transamérica. E eles ficaram por lá. E a gente mantinha contato de oi, de não sei o quê. pá, pá, pá Aí, quando tinha algum, por exemplo, o primeiro trabalho numa empresa, foi trabalhar na Werner Lambert, ela pediu para eu ajudar com o currículo, aí eu montei currículo, levei para fazer o, a, a entrevista, orientei e tal, aquele negócio todo. E bom Fui embora e tal, não sei o quê. Aí ela casou.

Coincidên, olha, foi uma coincidência muito grande. Eu estava em casa, tinha me separado da, da segunda esposa. Ela ligou. Antes disso foi o seguinte, eu e meu cunhado. Meu cunhado ele era o representante da Polaroid no Brasil. E nós tínhamos um encontro para fazer com um cliente da área fotografia. E eles marcaram num restaurante. Falei assim , olha, vamos no meu restaurante? Está bom, vamos. E nós fomos lá fazer a reunião. Quando eu cheguei no restaurante, eu comecei a olhar

Porque pelo que ela me falou onde era, é aqui.

Assim, assim? Ah, é sim. Ah, então eu deixei meu cartão para ele, deixei meu cartão lá. Fala para ele me ligar, para ela me ligar, e nunca ligaram. Daí passou tempo, passou o tempo. Aí um belo dia, eu estou em casa, já separado e tal, aquele negócio todo. Ela pede o cartão para o irmão e me liga.

Ô como é que você está? Quanto tempo, não sei o quê? Aquela conversa, blá blá blá blá. O que você está fazendo? Eu falei assim, ela trabalhando e tal Está. Você está casado? Eu falei, não, eu me separei e tal. Ela Nossa, eu também. Agora você não me escapa. Aí eu falei, ah <laughs> que bom, então vamos nos encontrar e estamos juntos. <laughs>
<laughs> Que legal. É
É interessante. Então foi uma história de, de vinte anos atrás que a, que a gente acabou se encontrando agora. E isso já faz quanto tempo? Quatro
anos. Quatro anos.
Já faz quatro anos. É
E hoje profissionalmente você faz o quê?
Hoje eu tenho um restaurante. que é na Vila Olímpia, que é na casa onde eu morava, que passava a boiada pela Rua do Rocio, subia, onde eu nadava, o Banco Santander. Hoje é um restaurante, uma região muitíssimo movimentada, com prédios completamente diferentes na região.
Como chama o restaurante?

Que cozinha que é?
É uma, uma cozinha moderna, né. Nós começamos só com picanha na pedra. Então a gente fazia picanha na pedra. Nós servíamos uma, uma, uma travessa de madeira com uma pedra de granito super quente e nós colocávamos a picanha e servíamos isso para o cliente. Era um sucesso, era legal. Mas aí, com, quando, como foi ficando mais eh comercial a região, então tinham muitos escritórios, as meninas, principalmente, iam lá e quando viam aquele negócio, xii, já escondiam o cabelo. Exatamente o que você fez, escondiam o cabelo, punham o cabelo. Era muito legal, os homens queriam ir, mas as moças não iam. Então nós começamos a ter um problema de frequência. E a gente falou Nós precisamos dar uma, uma ajustada nisso. E

Nós decidimos então, porque estava muito difícil, eh fazer essa decisão, porque a gente fazia a pesquisa e cinquenta por cento dizia que não, deixa como está, cinquenta por cento falava que não. Porque davam problema e pingava re, o óleo na, no, no punho do, do executivo, aquele negócio todo. Não, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar. E daí nós tivemos um sucesso danado. Então nós mantivemos as carnes. A gente trabalha com carne de primeira linha mesmo, é picanha. Então nós mantivemos a qualidade das carnes e tal e começamos a implantar uns novos pratos. E o, o serviço da carne também mudou, não vinha mais daquele jeito. Ela era feita na pedra, mas na cozinha. Então ela já vinha um, um prato empratado, estava feito e tal, tudo mais. E não tinha mais esse problema. Então nós eliminamos isso, tivemos sucesso. Aí implantamos novos pratos, esse negócio todo. Então hoje nós temos risotos, ri, âh Alguns pratos que saem muito lá. São as carnes, o, o risoto sai bastante. E nós temos um ravioli recheado de mozzarella também que é muito bom. O pessoal gosta bastante.

Viver. Não existir. Viver. Porque se tem gente que vem, existe, aí não existe, vai nada não. Viver é muito bom. A gente aproveitar cada simples minuto e dar o devido valor que ele merece.
E quais são os seus sonhos ainda?
Olha, os meus sonhos ehh, é finalmente morrer com a, com a minha família. Entendeu? Com Família, família. Pai, mãe, minha atual esposa, ela não tem filhos. Nesse caso, primeiro casamento ela não tem. Então a gente está planejando agora, quem sabe, um irmãozinho. Meu filho com dezessete, eu vou ser avô do meu filho, mas tudo bem. Mas mesmo assim, olha, passou o tempo aquele negócio todo êh, se vier, vai ser tudo diferente, tudo muito legal. Vou deixar de fazer tantas outras coisas. É É, vou deixar, mas vou fazer tantas outras novas, entendeu? Então vai ser muito legal.
Tem alguma coisa que você deixou de contar, que a gente não perguntou, que você queria deixar registrado?
Não me lembro assim não, acho que a gente fez um apanhado breve de tudo. <laughs>
<laughs> O que que você achou de contar a sua história?
Achei legal, achei muito interessante, é bacana, eu acho que principalmente o fato, por exemplo, de a gente comentar sobre onde eu nadava, e o que é hoje e o que vai ser daqui a dez, vinte, trinta anos, quem é que vai poder acreditar? esse é um de, é um depoimento que eu acho que se a gente tivesse mais ia ser muito legal para a gente poder estabelecer essas comparações. Por exemplo, uma estação de trem no, em frente ao liceu de artes ofi. Você vai lá hoje e é um monte de, de gente passando para todo lado. Você não imagina que aquela cruzeiro do sul não era uma rua, era um, um trilho de trem que ia para Lá. Que a gente brincava, fazia por exemplo, festa junina no meio da rua, com fogueira no meio da rua. Hoje em São Paulo você não vê mais isso. Isso é um, é um negócio que é muito, talvez a gente veja isso na periferia com mais frequência, mas não sei. Jogar bolinha de gude, eu não vejo um moleque jogando bolinha de gude. Né, e a gente. A ca As calçadas não eram cimentadas, a gente fazia um buraquinho lá e tal ficava jogando bolinha de gude. Então eu acho que essas coisas são muito, muito interessantes. Não é melhor nem pior do que tem hoje, mas eu acho que, que era legal, era bacana.
E vale a pena deixar registrado
Eu acho que vale a pena, né? Você começa a comparar, falar, olha, puxa, como é que a criançada brincava naquela época. Nós pegávamos a bicicleta hoje ali naquela região da Vila Olímpia. Hoje tem o Shopping Vila Olímpia. Onde é o Shopping Vila Olímpia que foi recém-inaugurado Foi inaugurado em dezembro de dois mil e Nove. Naquele local era um local de depósito de entulho. Então nós brincávamos de bicicross, porque os caminhões iam, os basculantes derramavam o entulho, então ficavam aquelas montanhas. Então a gente ficava passando nas montanhas e tal e ficava fazendo. Então a gente vinha com a bicicleta e pulava com aquilo lá. Então era um bicicross. Ah um negócio que era interessante. Avenida Juscelino Kubitschek, passarela do Fromer. Ali, exatamente ali, a gente, eu ia fazer uma graninha. Que eu precisava de uma grana para comprar minha pipa, aquele negócio todo. Meu pai segurava um pouco, minha mãe também, então eu ia fazer Então a feira era do outro lado do rio, porque ali embaixo da Juscelino Kubitschek passa um córregozinho. Então ali a gente pegava peixinho, guaru, para pôr no aquário e, e ia para feira. Então a gente atravessava a pinguelinha, que era um, um tronco de árvore caído, bateram umas tábuas e tal, que a gente passava em cima da pinguelinha e ia para a feira, que era do outro lado da rua. Vinha com o carrinho de feira, ou então trazia o carrinho das senhoras, que elas tinham um desequilíbrio para passar na pinguelinha, então a gente trazia, passava na pinguelinha e também ganhava um, um trocadinho por isso, por isso e tal. Mas passar na Pinguelinha, na, Juscelino Kubitschek, você passa lá hoje, hein? É muito diferente.
Você vê que a cidade perdeu um pouco das suas referências naturais, né? De córrego, de rio, assim.
Ah, perdeu completamente. Hoje não, não tem nenhum. O, o, de rio da época, é o Tamanduateí e o Tietê E o Pinheiros, né? Só. Também são muito grandes para canalizar, mas enfim. O
O resto todo, ehh. E são rios que não fazem função de rio, na verdade, porque... Fazem função de esgoto. Nessa época devia ser navegável, você podia...
Olha, eu lembro de no rio Tietê, na, nas bandeiras, Ponte das Bandeiras, se vocês passarem por lá, tem dois ehh, mastros, sei lá e tal, né. Você Ficavam observando a regata do Tietê. Então, na época do, de uma das minhas namoradas, eu conversava com o pai dela, que ele fazia regata lá. Então, ele também discutia comigo as regatas que ele fazia no Tietê. Eu não, não cheguei a participar dessa época, mas enfim.

Muito obrigada pela sua história.
Obrigado vocês. <laughs> Espero que tenha sido de